Prazer em tê-la conosco.
Obrigada, igualmen Muito contente de estar aqui.

Eh, gostaria de saber o seu nome completo, o local onde você nasceu e a data.

Você lembra o nome dos seus pais e dos avós?
Claro.

Agora, os avós, por parte de pai, eram italianos.

Então, por isso, meu nome foi abrasileirado, né? Uhum. E Mas já são, eram falecidos. Eu conheci muito pouco avó. É a

O meu avô não, não lembro bem o nome dele.
E eles não vieram para o Brasil?
Sim, eles vieram para o Brasil. E foi por isso que, que eles se naturalizaram brasileiros. A vó era uma simpatia, eu gostava muito dela, mas já conheci com bastante idade. Certo. O meu avô era doente, na ocasião nem tive contato, sabe? Não cheguei a encontrá-lo.
Você lembra o que a sua avó e os seus pais faziam aqui no Bra, quando ela chegou, qual a atividade deles? Sim

Minha mãe e meu pai foram professores. O papai trabalhou também na, numa firma americana, General Eletric. Mas ele se dedicou mais ao magistério, era diretor de um, de um grupo. Enfim, era um professor mesmo, muito dedicado. Mamãe, mais ainda. Ela escreveu uma cartilha, tinha um sucesso enorme. Ela fazia os alunos fazerem, no primeiro dia de aula, um assinar o nome pelo menos. Ninguém sabia nem pegar o lápis. E no último dia do ano era um ditado impecável. Ela tinha um cem por cento de aprovação dos alunos. Ela tinha muito sucesso. Foi também diretora, mas também professora sempre.
E essa atividade de de magistério, com alunos, crianças, foi em Guaratinguetá ou
Em São Paulo por causa da minha paralisia infantil. Tá. Nessa ocasião, os dois moravam em Bauru, meus pais. Porque meus avós foram para lá, eram fazendeiros em Minas. Mas foram morar em Bauru, que era uma cidade que parecia progressista. Né, então, ficaram muito contente de poder ter os filhos juntos. Mas quando eu a, eu fiquei com o poliomielite, eles vieram para São Paulo para tratar.

Ele queria me deixar andando, porque eu fiquei completamente paralisada. Braço também. Você
E quando você ficou paralisada, você tinha mais ou menos que idade?
Tinha dois anos.
E você já tinha irmãos?

Você já tinha irmãos?

Eu fui a primeira, foi eu fui a primeira filha, não é? Minha irmã, um nasceu um ano depois. Mas eu tinha, nós morávamos em Bauru e ficava muito difícil aqueles aparelhos todos, sabe? Eu tive que usar, foi terrível. E esse médico foi muito dedicado, então nós viemos morar aqui por isso.
Então você começou o seu tratamento aqui e os seus pais eles faziam, eles também davam aula aqui em São Paulo?
Sim, aí ela naturalmente ela pediu né, remoção, ela podia fazer isso. Meu pai nessa hora que ele trabalhou também nessa fi, nessa firma americana, foi muito bem. Mas a maior sorte minha, Simone, é que eu morei em frente à casa de uma grande pianista, uma grande professora de piano, Quando mamãe viu que eu era, estava completamente paralisada e comecei a recuperar, ela me fez estudar piano. E eu tive muito jeito. Em trinta dias eu fiz o álbum completo. para as primeiras notas, né?

Ela era a melhor professora daqui de São Paulo na ocasião. Porque as famílias faziam os filhos estudarem. Queriam fazer parte da educação, não é? Então, a mamãe me levou lá para mostrar que eu tinha jeito, quem sabe, porque ela não aceitava criança.

Uma exceção.
E ela foi fantástica na minha vida, sabe? Até dezenove anos eu estudei com ela.
Que bairro que era aqui em São Paulo?
O bairro? É. Foi como é que chama ali? praticamente. Não sei se ali é considerado ainda pe, a Avenida Angélica.

É, ainda é chama
Era rua São Vicente de Paulo.
Sei, sei.

E aí você já tinha quantos anos? Você veio para cá pequenininha né, por causa da paralisia, e começou a fazer piano com essa professora com quantos anos, mais ou menos?
Comecei com qua, cinco anos. E com cinco anos eu já toquei em público. É mesmo, aonde? Eu tenho aí no meu álbum, você vai ver. Uhum.

E ela então me botou tocando também como se fosse aluna dela, só para eu tocar, aparecer, né? Ela era muito amiga nossa da família. Aí, com seis anos, já toquei em audição já com essa professora de São Paulo.
E você tocou. Você lembra do lugar onde você tocou?
Muito bem. É, mas essas coisa não saem, né? A gente guarda. Eh, ela tinha uma casa muito grande, uma sala muito boa. Ela tinha feito um elevado para botar os dois pianos que ela tinha, um de caldo e um de armário. que a gente podia tocar até dois pianos, era fantástico. Então, ali ela dava as audições. Nesse álbum, eu até pus lá o resumo, vocês sabem o número de audições que eu toquei lá.

E depois, sabe, aí o se, desencadeou fantástica as oportunidades que apareceram, sabe?
E quando você era pequena, você está contando que tinha o piano que foi te envolvendo, te envolvendo. Você conseguia, por causa da paralisia, brincar um pouco também? Porque você era muito pequenininha, né?
Você brincava, seus irmãos já tinham nascido. Olha, você sabe, era tal dificuldade no começo para tocar piano. por causa do pedal. Não sei se você está sabendo que a gente tem uma coisa muito importante para o pianista, não é, saber dosar a sonoridade, aquela coisa. E eu não podia alcançar, não podia mexer a a per, as perninhas não, então foi feito um banquinho, uma espécie de um banquinho, que eu tinha, quando começou a, a começar voltar as as forças, para eu poder acompanhar. E as, e as minhas colegas de curso eram tão simpáticas, isso eu não lembrava muito, que elas, enquanto eu tocava, elas, elas queriam botar o pedal para mim. Você pode imaginar? Incrível, né?

Isso eu não lembrava muito. Aí eu comecei a melhorar, melhorar, usando aqueles aparelhos terríveis, né? Sei E massagem, massagem sueca, minha mãe aprendeu, porque eram caríssimas a as sessões. Sim Então ela aprendeu, viu? E fazia muito bem. Eu dormia de botinha, não podia dormir sem botinha.
Sempre de
Sempre de botinha, sem a a a parte, eh eh dos dedinhos de fora, assim, mas com bota.
E você foi fazendo esse
diariamente? Foi gradativamente melhorando.

Foi muito longa a descoberta da doença. Sei É como agora, certa doença que aparece, a pe a pessoa não sabe exatamente, não fica fazendo o tratamento para, para aquilo, né? Então, pensando que era uma gripe. E aí, quando me botaram de pé, que viram as perninha já não a. Não aguentava. Não obedeciam, né? E
Então, quer dizer que para brincar era muito difícil também para
difícil.
E o que que você podia fa, brincar, além de de do
Piano. Eu adorava boneca, por exemplo. Já tive muita, minha mãe comprava. Minha mãe foi uma pessoa excepcional, uma coisa fantástica. Ela teve ideia de me fazer estudar piano. Você não acha que isso já foi uma coisa. Eu acho. Fantástica? Porque a minha vida era diferente. Eu não tive bailinho, dança, piscina, nada, né? Até que um dia ela apareceu com um carrinho que chamava Tico Tico. Nem sei se existe hoje.

Eu podia fazer movimento assim, sabe?

É, pedalar.
Eu lembro do tico-tico. Não sei se chama assim ainda, mas eu lembro que tinha o tico-tico para pedalar.
Então a gente andava, minha irmã, minha irmã me saía comigo, e a gente andava ali na calçada, né da São Sérgio de Paulo até a Veiga Filho e voltava, sabe? Aí foi uma festa para mim, entende? Eu era tão ingênua, viu? Porque é Papai Noel. Eu só, só deixei de acreditar com doze anos, dez, onze anos. Uma coisa assim. Então, a mãe põe a boneca, assim, perto da janela para mostrar. Eu fui muito, muito, sabe, assim, ingênua.

Sei lá, eu eh criança mesmo. Hoje já não são tanto, né, porque televisão e tudo. Mas ah, eu tive sabe, muita muita amizade nessa casa dessa professora. As meninas eram maravilhosas. Então, de vez em quando, uma vez houve um concurso. Dois concursos no mesmo dia, do professorado católico. Centro do professorado, ou seja, não sei se ainda existe, né? E eu ganhei os dois primeiros lugares.
Nossa, e você era
Era menina. Eu tenho tudo anotado lá no no álbum. Se você, agora você está me perguntando, eu não sei dizer exatamente. Mas eu devia ter uns doze anos aí, sabe?
E esses amigos que você foi fazendo, essas amizades lá na na escola de piano, eram mais velhas que você?
Porque você disse que. Mas a aí ela começou a admitir também alunas mais jovens. Ah Inclusive, sabe, ficaram grandes amigas mais tarde. Mas como eu fui para a Europa depois que eu ganhei essa bolsa, eu fiquei vinte, eu fui para passar dez meses, fiquei Porque, olhe, tive bolsa renovada. Depois eu encontrei um marido, conheci um rapaz maravilhoso, também uma família ótima lá da Dinamarca. Nós fomos Ele quis me apresentar à família, cheguei lá e já me casei. Quinze Dias depois estava casada, porque ele tinha que vir ao Brasil pela firma. Ele foi diretor de uma Uma firma in, internacional, não sei se existe ainda aqui no Brasil, não é? E ele ficou diretor da, cinco anos em Paris, naturalmente, eu já com ele, brasileira, e ele aprendeu falar português, porque nós viemos passar uma temporadinha no Brasil, mas eu fiquei muitos anos fora. Você sabe, a gente perde contato com os amigos, não é? Porque não havia assim muita, eh, correspondência. É difícil, não é?
Agora, voltando um pouquinho. Então, quando você fez essas amizades né, você já tinha os seus irmãos também já crescidos? Seus irmãos já tinham nascido?
Ou é uma irmã só? Só uma irmã

Tivemos uma terceira irmãzinha que morreu pequenininha. E eu só tive uma irmã. Mas tinha uma família muito grande. Meus avós tiveram sete filhos. E e todos casados com. A era uma família enorme.
E casal. Como você conseguiu a bolsa para ir para a França? Como? Como foi que você conseguiu o concurso da bolsa para ir para a França?
Pois é, eu. Qual era o concurso? Quando eu estava terminando o curso, dezenove anos, quando estava mais ou menos com dezenove anos, houve um boato. bolsa de estudo para para Paris. E minha mãe dizia, viu, Simone, você está tão entusiasmada, eu acho que você não devia se entusiasmar tanto, que é uma coisa tão impossível de acontecer, mas ela também não queria me dizer que não fosse. Ela achava que eu tinha que decidir exatamente o que eu achava bom para a minha vida, para o meu futuro, não é? Eu era uma pessoa muito tímida, sabe, Simone? Eu tinha medo de mar, por exemplo, viajar sozinha nunca. Eu não ia até a esquina sozinha, se você quer. Eu não saía do municipal, tinha muitas amigas e tocava muito, sabe? Mas eu não eu eu, pensar numa viagem assim era uma coisa fantástica, fora do comum, não é? Então ela não queria sugestionar qualquer uma opinião, dizer você vai ou não vai. Mas eu eu resolvi ir, sabe? Se eu ganhasse, porque tive que apresentar um currículo, sabe?

A Madalena morava em Paris, morava na Europa, não é E, com a guerra, ela veio para o Brasil e ela a, abriu um com, um curso na Gazeta. As aulas, as primeiras, eram dadas no auditório da Gazeta. Eu fui admitida e minha irmã também. Ela tocava muito bem, Simone. Mas depois ela deixou de tocar porque tinha, sabe, começou a trabalhar no Ministério da Fazen Não dava, não é? Até que a Madalena. Acabou a guerra. Ela pretendia passar seis meses em Paris, seis meses no Brasil. E eu fiquei como assistente dela também. Aluna e assistente.
Aqui no Brasil
Sim, tá. É, aí E com esse currículo, naturalmente né, assistente de Madalena, as críticas dos meus concertos, eu toquei muito, você sabe? Só notícias da do Estadão, sabe quantas? Cento e

Dezesseis. Como. É da das minhas a apresentações. Eu toquei muito. Com na, um solista da Sinfônica Brasileira.

Aqui toquei oito, eh seis vezes com a Sinfônica do do Municipal, toquei também na Gazeta com Sousa Lima, sabe esse grande pianista que foi, não é? Aí, de repente, essa essa chance incrível de receber uma carta da da Embaixada, né, da França dizendo que eu tinha sido contemplada com a bolsa. E foi a um, fui a, logo depois da guerra, fui a única pianista na ocasião que ganhou a bolsa, por causa do meu currículo, sabe? Eu tive muita coisa, muitas críticas boas e eu me apresentei muito e foi muito bom, sabe? Agora, essa pro, a minha professora, era a era minha madrinha também, fez questão de me crismar, tinha falecido. E ela dizia que ela tinha medo de morrer antes de me ver, de me lançar como uma, uma arti. E foi justamente nessa ocasião que ela morreu. Então, eu foi muito triste para mim.

Ela era muito, sabe? Ajudava muito os artistas que estavam começando. Eu fiz um torneio pelo interior inteiro do Brasil, sabe? Foi muito bom.
E qual era o repertório que você tocava nessa
Tocava de tudo. Bach que era o meu preferido. Bach, Beethoven, Chopin, Liszt. Os brasileiros. Na Europa eu tocava muito brasileiro. Porque lá também foi uma coisa muito, muito boa para mim. Sabe o que é? Às vezes é é uma questão de de oportunidades que me surgiram uma coisa fantástica. Porque na hora que da da bolsa, eu. Devido a esse meu currículo né, fui chamada, escolhida, e aí eu tive que me pensar na, na língua francesa. Que eu tinha Eu sou professora também, falei até para a Professora, professora de música e professora de. Como é que a gente fala? De magistério, assim, enfim, não é? Mas eu eu não gostava, sabe? Eu dei a pri, uma aula só com Eu disse para a minha mãe, olha, nunca mais, eu não, não dá. Eram uns meninos grandes Já estava substituindo a professora horrivelmente, sabe? Assim, violentos. Eu falei, isso aí não dá, não é para mim. Eu gosto é de piano. Aí comecei dar aula de piano. E quando a Madalena me chamou para assistência, ah foi uma temporada feliz da minha vida. Feliz e de responsabilidade. Você imagina, era pior uma aula de um aluno do que a minha, né? Porque eu sabia se eu tinha estudado ou não, mas quando ela chegava aqui, ela ia dar aula para os alunos que ela deixava comigo. Era muito muita

Então, eh a a, aí comecei a pensar no francês. Porque na escola normal nós tínhamos curso de francês. Era

E ela era ótima. Nós tínhamos. Eu eu falo nós porque minha irmã estudou na mesma classe. Tínhamos notas ótimas. Mas não tínhamos conversação. A gente só estudava gramática. Então, minha mãe achava o máximo, a minha coragem de ir para um país, uma cidade onde eu não soubesse me comunicar, não é? Aí, mas olha, tanta sorte viu, Simone, que eu entrei num navio francês, Le Roi.

Sozinha.
E você já estava melhor da paralisia?
Não, aí já estava andando umas botas horrorosas, sabe? Que me maltratavam, mas você não pode imaginar O que eu tinha, o que eu sofria com essas bolsas cheias de reforço de todo lado, sabe? Era, aliás, um um sapateiro muito competente. Ele era um alemão.

Eu embarquei até, eu tenho despedida no Fasano, estou lá, eu com as minhas botas, sabe? A gente até costuma com tudo, não é? Apesar porque eu já me achava felicíssima de livre, de livre, de ficar livre daqueles Sabe? Você já viu aqueles aparelhos. Aí eu, eu entrei no a, no. Mas aí no no embarque nós tivemos um, um coquetel de despedida no Rio. Na embaixada, né? Porque há tempo tinha embaixada, agora é só consulado, parece. E a a a embaixada. E aí eu fiquei conhecendo, tinha um geólogo, tinha uns sabe, umas pessoas que, uns estudantezinhos também, mas no de música era só eu. Então, quando eu entrei no navio, eu disse, segunda classe, não dava nem para ver o mar assim, a gente viu só o fundo do mar, uma coisa assim. Eu era tão medrosa de água, sabe? Então, tem uma amiga que diz, eu passava férias em São José dos Campos, até de passar na ponte do Rio Paraíba, eu tinha medo. Sabe por quê? Sempre tive medo de água e de. Uhum. Mas você sabe, mais uma vez o piano foi fantástico. Porque o comandante, quando soube que eu tocava piano, que eu ia fazer curso de aperfeiçoamento em Paris, Ele me convidou e as meus amigos também. Então, nós passávamos todas as noites na primeira classe, no salão, eu tocando, a gente tomando champanhe. Você não

Uma longa

Nunca esqueci o nome dele. Mas era uma simpatia com a Ele ficou tão amigo meu e da minha mãe, da minha família. Ele fazia, ele levava, sabe? Encomenda, se eu quisesse, para a mamãe, ele levava, sabe? Ele não morava em Paris, era família lá do, sabe? Lá do Porto de da França. Mas eu fiquei tão corajosa que quando o navio passou no Golfo de, que é a costa da Espanha, As as ondas, sabe o tamanho? Quinze metros. Havia uma tempestade. Pois eu não tive o menor medo. Subimos todos para ver lá do da proa né. Isso aí não seria, seria inconcebível antes. Né. Uhum. Mas assim foi. Aí quando eu cheguei em Paris, porque de lá nós tivemos que tomar um trem do até Paris. Eu, sabe o que eu notei? Isso eu até pus no meu diário. Não havia nem um pedacinho de terra que não fosse plantado, que não fosse cultivado. A gente é acostumado a ver tensões nossas aqui, não é? Tanta terra, tanta coisa... Que a gente pode, não é? Um dia Tem tanta. Muito mais terra. Esse dá, essa impressão que eu, que eu fiquei Tudo muito, sabe?

Mas quando eu me vi em Paris, eu não acreditei. Eu achei que estava sonhando. Disse, eu acho que é sonho, não é possível.

Foi a sorte. Porque eu fui. Com recomendação para morar, estou falando muito depressa?
Não, está ótimo.

Ela estava de volta ao Brasil. Então a, por recomendação de uns amigos meus, um casal, pai de uma aluna francesinha minha, que era um encanto, muito talentosa, eu fui encaminhada a essa, a essa vaga, nessa residência né, que era muito bonita, Vila Santo Noé de Iló. Era uma igreja, uma praça com igreja e Só que eu tinha, naturalmente, havido correspondência, gerente, aquela coisa. Você acredita, filha? Eu chego lá, Com a minha bagagem, uma mala enorme, com todas as minhas partituras. Minha mãe fez um verdadeiro enxoval. Eu era chamada a manequim do do hotel. Porque depois da guerra ninguém tinha nada. Não tinha roupa, não tinha, sabe? Comida era uma batata que você comprava, uma cenoura, uma banana, sabe? Era tudo racionado. Não havia café.

Eu chego com a minha bagagem toda e sabe o que diz a ge, a gerente? Mudei de ideia. Não quero você aqui. Ela disse por quê? Porque eu ia ter piano no quarto. Aliás, era uma coisa muito difícil de conseguir mesmo, não é? Mas ela estava de acordo e tinha me dado um quarto logo pegado à recepção. Não eh, não dava para fa, tocar piano ali. Eu mesma acho que isso era uma imprudência dela ter dado esse quarto para mim, não é? Mas como tinha outra dependências e tudo, Eu disse, quem sabe, não é? Mas eu comecei a chorar, sabe? E O que me salvou foi esse rapaz. Depois de tudo, tão acertado, sabe? Ela disse, bom, então desembarca agora no táxi com todo, né? Com toda a minha bagagem. E ela deixou eu ficar. Você acredita que depois ela mudou de ideia. Ela ficou minha amiga, as filhas também, sabe? Arranjaram um quartinho bem escondido, mais ou menos, num outro pavilhão. E e ali eu pude estudar à vontade. Uma coisa Tinha a minha cama, o piano e um o lugarzinho da pia, um guarda-roupa.
Cotidiano lá. Hein? Como era o seu cotidiano lá? Você chegou já nesse quartinho com piano, você estudava quantas horas por dia? Você tinha que ir a algum
Por dia. Eu pretendia tocar sempre cinco horas, mas não não foi tão bem assim, porque eu saía muito para estudar fora, sabe? E tem tanta coisa para contar, olha, não vai dar tempo, viu?
Tem importância, a gente marca mais horas.
Olha, deixa eu dizer a você. Quando eu cheguei, na nossa chegada, aliás, os estudantes, eram três meninas e e quatro rapazes. As meninas ficaram no mesmo quarto de um hotel, em Montparnasse. Você sabe, não é? Você já esteve em Paris?
Não, mas eu
Onde tinha Lacoupole, e mas a coisa muito interessante, perto de Saint-Germain-des-Prés. Então, nós ficamos num quarto juntas. Você sabe no Rio fazia trinta e seis graus lá, três abaixo de zero. <sighs> Você tinha levado
Roupa? Hein? Você tinha levado roupa para esse inverno?

Para esse inverno assim, rigoroso, não. Eu tinha ganho dinheiro para comprar um casaco de pele, mas eu não tinha botas, por exemplo.
Pode diminuir um pouquinho essa. Isso eu também estou achando. Eu ia perguntar. Eu estou com o pé gelado. <laughs>

Pode, claro. Pode deixar

Pode deixar sem. Melhor, né? Quer tomar uma aguinha ou não? Não. Então espera só ela ligar a câmera. Pode? Vamos lá, eh

Do frio, né? Que você chegou aquela outra
Era um hotel baratinho para estudante. Não tinha nem o café da manhã. Nós tínhamos que sair para tomar um café. Imagina sair com esse frio? Ah, parece que o a gente não podia nem falar. Nós três, então, resolvemos fazer como tínhamos que fazer. compramos uma espiriteira com álcool sólido. E no quartinho, então, nós passamos a fazer, comprar de véspera Como a gente faz, né? Umas comprinhas. E aí tomamos. Tomávamos o nosso café já era melhor e tudo. Até que eu pude procurar essa senhora, né? Que, de repente, não não podia me aceitar. Mas fiquei lá algum tempo, sabe? Agora, acontece que eu logo fui ficando com muitos amigos, entende?

Inclusive do consulado. O cônsul geral e a senhora dele moravam mais ou menos perto. Me ofereciam o piano para estudar.

ela também me fazia, me oferecia o piano. E eu pude. E eu tinha que alugar um piano, porque o piano que eu tive lá era alugado. Você sabe a ironia, Simone, que eu, antes de marcar, eu tinha recebido o meu piano de cauda, que eu tinha sonhado com esse piano. Era de um casal de Bauru, doutor O nome dele agora eu esqueço. Ele era um engenheiro de Bauru com a senhora. E ela não estudava mais. Então, ele ia vender o Eu falei, então o senhor vai vender para mim, se eu puder pagar parcelado. Pois na hora que eu acabei de pagar o piano. Eu, eu eu fui para Paris, né? E E lá tinha que alugar um pianinho, sabe?

Então, ah, meu Deus, eu achava incrível a a coincidência. E o piano era tão bom assim esse piano de de cauda, né?

Eu vou só ter que retomar, quando eu disser ok, é assim que você estava falando do seu piano que ficou aqui, né?

Eu vou falar antes.

Então, você estava, a senhora estava lembrando do piano que você deixou em São Paulo

Lá na minha casa. Sim. Estou com vontade de tossir.
Então vamos ter um pouco, toma água. É melhor Para só um pouquinho. Pode tossir, viu? Pode parar, tá?

Ela dava aulas lá no piano, muito bom. Aí, em Paris, eu achava tudo maravilhoso. Concertos lindos. Ah, então, você tinha tempo para assistir.
Essa bolsa, ela ela permitia que você estudasse. Você tinha aulas também com outros professores lá.
Mas a minha chegada à essa escola normal de música foi decepção.

Podia estudar na Escola Normal de Música e com ela. Mas eu achei que, uma vez que eu estava lá, eu tinha que aproveitar ter aulas com a que era considerada a melhor pianista, a melhor pianista, não, a melhor professora da Europa.

Mas eh, minha vontade não era ficar lá.

E ela, eu também, nessa hora, não sabia falar ainda muito francês. Foi uma situação muito desagradável. Aí eu fui.
Fez um pouco de aula com esse professor mesmo. Eh

E a gente, êh chegando com uma, uma dificuldade de falar, tinha que haver um ou, um um outro. Acolhimento, nós achávamos, né? Porque era muito difícil, não é, no começo você entender. Mas três meses depois, você sabe, eu eu entendia tudo, falava. E fui ó, tendo tantos amigos, tão bons, olha. Esse cônsul com a senhora, por exemplo, eu estudava lá.

Ele tinha um apartamento que era lindíssimo, pertinho. A minha eh eh a, a minha moradia, porque eu achava aquilo um paraíso né, de estar em Paris, você já pensou, assistindo tudo não é. Até que um dia, telefonam da portaria dizendo que, da recepção, que um pianista russo, Borowsky, não Brailowsky, Borovsky, que era o maior intérprete de Bach, estava se hospedando lá. E que ele ficou muito entusiasmado de saber que tinha um piano. Aí me apresentaram a ele, naturalmente, e ele ia estudar no meu piano. Ele me, me fazia sair para tomar chá com as amigas dele, umas senhoras mara, mas simpáticas e e nobres.
Russas ou francesas? Eh
Não, no apartamento delas.
Mas eram francesas?

Russas mesmo?
Russas também. Então eu ia, quando eu voltava, tinha um um buquezinho de Tulipa em cima do meu piano, tinha uma to, uma o, fotografia autografada dele. Ele tinha mais de oitenta anos, sabe? E Ele dava, eh tinha, fui com ele almoçar diversas vezes. Ele me convidava para almoçar para os recitais dele, que ele deu nem sei quantos em Paris. sempre com entradas para mim, sabe? Porque ele adorou de poder tocar lá no meu piano e, sabe? Uma pessoa incrível.

Mas aí o consulado me aju, ajeitou uma, me ajudou, eu também participei, mas era um ortopedista, eh era o melhor da Europa na ocasião. E ele disse que com uma pequena cirurgia eu ia melhorar muito, sabe? Dito e feito, foi ótimo, eu pude até calçar sapato comum.

Então eu pude melhorar muito. Andar melhor. Subia muita escada de metrô, você pensa, sabe? Tudo que eu fazia era po, com o metrô e era pertinho da da, de onde eu morava, na Praça Vitor Hugo né, to Avenida Vitor Hugo, que é uma das avenidas que sai do Arco do Triunfo, muito bem situada. Já os meus colegas, meus amiguinhos, eles moraram na cidade universitária, que o Brasil não tinha pavilhão. Mas eles ficaram no pavilhão americano. Mas como eu ia muito a concerto, eu não queria enfrentar sozinha aqueles corredores de metrô à meia-noite. Não daria certo também. Não era para as pernas também, de andar muito, muita escada. E assim foi, fiquei ali. E ali houve esse concurso, eram cinquen Você precisa ver o júri incrível, né? Eu estu êh, mas não pude me preparar muito por causa da cirurgia.
Você estava se recuperando.
E na ocasião de ficar no gesso, teve um casal. Polonês. A senhora, Marila, ela foi uma mãe para mim.

Foi como uma mãe para mim. Mas ela faz, ela fez o que pôde. Ela tinha uma casa onde ela recebia pessoas sozinhas que iam estudar, que iam, mas só rapazes. Estudar ou então trabalhar em Paris. Ela arrumou no pavilhão de ginástica, fora da casa, o meu quartinho com aquecimentos.

Me ligou um dia. Você imagina a minha emoção?

Eu não podia acreditar as coisas incríveis que a, que apareciam, né?
Ela estava na França. Hein? Ela estava na França nessa época, né?
Já, ela estava lá, ela foi. E aí me convidou para jantar com ela, os os filhos, né? O filho e a Nora, na Avenida Champs-Élysées. Foi uma coisa inesquecível na minha vida, sabe? De ela estar. Fez questão de me ouvir tocar Appassionata, porque eu ia tocar no concurso, entende? Então, foram as coisas assim, eu toquei muito, mas muito mesmo.
Dos professores que você teve na França, quais que ficaram mais marcantes para você, para a sua carreira de pianista?
A minha o quê? A
Dos professores que você teve na França, quais deles foram os mais marcantes ou um que tenha te marcado muito como professor para você?

Ela tinha cem anos quase. Ela dava aula de chapéu. Mas você nem imagina a a vitalidade dessa criatura, e humana, boa, sabe? Ela me encanta Eu tenho nesse álbum justamente uma apreciação dela, que ela me considerava a aluna mais, além de talentosa, a mais encantadora, charmant. Era sabe o quê? A gente, quando está fora, assim sobre tudo né, num país, você não tem parentes, você não tem ninguém. Então, um pouco mais de carinho faz um efeito muito bom, não é? Porque ela sabe, ela tinha um curso fora da casa dela. A casa dela era um museu lindo, muita coisa boa. Todos os pianistas, todos os artistas que passavam Paris iam visitá-la, faziam questão, sabe? Ela era uma personalidade mesmo eh conhecida no mundo. Hoje não se fala muito nela. Ela esteve no Brasil, tocou até aqui também, sabe? Mas ela ela era muito querida e muito apreciada, muito respeitada, né?

Um ano era piano, outro ano era violino, sabe? Ou nem sei se no mesmo ano. E eu tirei a terceira nota, apesar disso, na na prova, principal, quer dizer, na de de confronto. Tem sempre uma pre. Tocado por cinquenta e dois países. Então, acharam que foi uma vitória porque eu não tinha me preparado. E ela me disse, na ocasião, se eu tivesse ido um ano antes, que eu teria ganho o concurso.

Eu estava muito preparada se eu tivesse tido mais tempo de estudo. Então, aquilo eu fiquei muito orgulhosa.
Só para trocar a fita.
Só para fazer a cirurgia e passar um uma temporadinha, umas férias. Quando eu cheguei na na França, o navio não pôde ancorar.
Vamos gravar isso? Pode ser? Mas é bem depois, né?
Bom, isso é durante
Depois. Quando estava casada.
Já estava

eu tenho que contar do meu casamento, que é uma coisa fora, coisa fora do
Então vamos fazer o seguinte, o que você acha, a gente vai retomar que ela vai ligar? Então você fez a cirurgia, estava com a, com a, foi esse evento que foi importante e orgulhoso, de orgulho
Eu estou falando lá da cirurgia de Paris. Isso
Não tem problema. Aí agora eu vou retomar, a gente vai retomar, vai ligar a máquina, eu vou perguntar, e como você conheceu o seu marido?

Pode? Retomando, como foi que você conheceu o seu marido?
Foi uma coisa também fora de de de de de se acreditar que pudesse acontecer. Esse casal polonês que eu fiquei conhecendo, porque eles tinham um restaurante popular no próprio local da do onde moravam, que é um verdadeiro palácio, sabe? Uma beleza de local. E eles tinham eh esse restaurantezinho e as acomodações, o apartamento, luxuosos, mas para os rapazes que moravam sozinhos, que estudavam, que trabalhavam em Paris.

E foi aí que ela botou fora da casa com quando eu estava operada.
Eu estava no gesso, né?
Para ficar perto dela, para facilitar, porque ela queria tomar conta de mim. Foi uma verdadeira mãe que eu tive. Então, eu você imagina que não tinha elevador, era no primeiro andar. Tinha que descer sentada né pelos degraus, porque como havia de de poder sair? E tinha um jardinzinho, aí tinha. O bloco da da da casa dela eram lindos, tanto que eu dei recital lá também. Mas ela era tão a amiga e eu tocava. Nessa ocasião eu estava estudando um concerto de Tchaikovsky para orquestra, sabe? E E eu vi um rapaz que eu via tocar e, e ficou intrigado. Quem é que tocava tão bem e E eu, uma vez que eu tinha descido, já estava melhor, já estava podendo andar um pouquinho melhor, não sei, já tinha tirado o gesso, mas tinha que andar de bengala e tudo, né? E eu estava tocando no pianinho, que ela tinha também embaixo, uma espécie de um, de um bar, barzinho, para as pessoas que trabalhavam à tarde. Mas eh, era era durante o dia, não tinha ninguém. E eu estava tocando lá, quando apareceu um rapaz alto, loiro, de olhos azuis, só um metro e Ah, então é você que toca. Porque ele me ouvia tocar lá do quartinho também. E ouvia, tocava muita coisa, sabe? O meu programa de que eu estudei foi estudado lá, sabe? Aí eu disse, pois é, eu toco e quis muito que eu saísse para jantar. Eu falei, olha, infelizmente, olha, você vê que eu não estou. Mal podendo andar. Mas, olha, foi uma amizade, uma coisa assim, um namoro logo de seguida. E que ele ia indo para a Dinamarca para passar férias, ele quis me levar para conhecer a mãe dele, a família dele, sabe? Porque ele tinha um contrato de trabalho aqui em São Paulo, se não é coincidência também, né? Muita Tinha coincidência, é muita coincidência porque a a firma tinha filial aqui em São Paulo, né? No Rio, em São Paulo. Tanto que a firma construiu o Maracanã. Sabe era uma E uma firma muito, muito grande, muito boa. Então, aí começamos a sair, sabe? Eu já fui melhorando e tudo, sabe?
Vocês iam? Quem? Onde vocês
Iam passear. Muito a restaurante, porque lá era uma, uma coisa incrível de bom, você não era caro, você podia escolher. Você tinha como ir em todas as partes do mundo, como está São Paulo agora, não é? São Paulo está fantástico. E e a gente ia, a gente ia a concertos, a gente ia à boate, né? por exemplo, tem eu me lembro tão bem que ele até me fez dançar. Eu disse, não, você vai dançar.

Consegui dançar, você sabe? Podia aparecer nada nisso né, mas tinha muita importância para mim, que estava completamente não é, numa situação tão difícil de de, assim dar qualquer passo não é. Até para o meu piano, como foi difícil o começo, não é, Simone? Uhum
Você lembra que tipo de ritmo vocês dançaram? Hein? Vocês lembram que mu, que
E tinha muito ritmo. Ele tinha sido noivo da primeira bailarina do teatro, eh da ópera de de. Paris. Pois olha, o oposto, não é? Veio pegar uma que mal podia andar, né? Pois olha, nós ficamos tão a amigos, amorosos, e o que você quiser. Lá na Dinamarca, a mãe dele. Uma senhora muito bem, um apartamento lindíssimo, mas muito difícil. E ele me dizia, eu puxei minha mãe, não sei se você vai ter paciência comigo. Mas ela, ela se encantou comigo. Sabe o que ela me disse, as primeiras palavras? Você vai me chamar de mamãe. Foi uma coisa também que que eu gravei, não é, Simone? Porque uma, uma terra dife diferente, uma língua, mais ainda, não é? Porque francês, três meses depois, eu já dominava. Entendia, podia falar. Era obrigada a ir ao restaurante ao lado para tomar uma sopinha. E quando eu recebi o café daqui, então, porque eu tinha direito a dez quilos de mantimento. Certo. Você não acha que isso é importante falar?
Claro.
Com café da Eu arranjei uma uma torrefação. Então eu levava café, torrei, olhe isso aí, valia ouro lá.
Quem dava era o consulado, por causa da bolsa?
Não recebia do Brasil.
Era do Brasil,

Eu recebia. E aí o café. Ah, queria dar presente, era dar café. Porque lá não, não existia depois da da guerra. Era chicorré. Era horrível. Era um um uma bebida verde escuro, assim. Não tinha nem sombra gosto de café, né? Então, eu fiz muito sucesso com aquele meu cafezinho. Eu sozinha, não. Os outros estudantes também eles tinham direito, sabe? Foi uma boa medida aquela ocasião, né? Agora, só que eu recebia. Não, eu recebia arroz, feijão, âh sabe? Macarrão, coisa assim. Então, eu à minha mãe. Não vinha café nessa época. Eu disse à ela, olha, você podia me mandar. Porque eu, cozinhar como? Não tinha cozinha. Era a minha pia com umas piriteirinhas que eu fazia, às vezes, um macarrãozinho, um ovo. Mas não era para fazer feijão, arroz, essas coisas. Não dava, né?
Mas você cozinhava? você cozinhava no seu
Muito mal, né? Porque minha mãe não aqui no Brasil, nunca entrar na cozinha. Olha, vai cortar a mão, não vai poder tocar aquela coisa. E lá não, sabe? Eu tive que.
E não cortou a mão.

Não cortou a. Não
sabe? E foi isso que me ajudou muito também, sabe por quê? Quando eu mudei lá para, para o Foyer, esse da do casal polonês, e que encontrei o meu marido, e e que ele foi nomeado diretor da firma em Paris, Eu tinha que dar rece, depois de ca Mas deixa eu contar do casamento. Sim, conte É uma coisa que também não dá para acreditar. Você sabe, ela me chamou. Você vai me chamar de mamãe? Quinze dias depois eu estava casada. E eu fiquei hospedada com ela e aí não é Porque os papéis foram rapidíssimos na prefeitura. O casamento foi numa, como é que se chama a igreja?

Não era igreja católica. Protestante, não existia igreja. Em Paris.

Não, em Copenhague, filha, porque ela morava em Copenha
vocês casaram lá.

Aí, a família reunida, tenho foto aí também para mostrar para você, viu? Então, uma família muito bonita, muito O burquezinho meu não deu para ter ve vestido de noiva, né? Porque foi tudo quinze dias que ele tinha que assumir o lugar dele aqui no no aqui a, esse compromisso com São Paulo. E e eu fiquei sozinha em Paris, mas fizemos a viagem de núpcias pela, pelo o norte da Europa inteira, com uma conversível, sabe? E no dia do casamento, eu com um buquezinho com as cores da ba, da bandeira brasileira. E o tio dele fez tudo para falar em francês, fez um discurso em francês para eu poder entender. Eu não sabia uma palavra dinamarquesa, mas foi muito emocionante. Antes de embarcar, ele me fez visitar o túmulo do pai dele para mostrar que ele estava feliz. Ai, não é uma coisa assim to tocante também?

E esse buquê, quem teve a ideia de po, de fazer um buquê com cores da
É, para me agradar, né, filha. Foi ele?

Não sei, não fiquei sabendo. Eu sei que a o almoço de do casamento foi num hotel. à beira-mar Sabe. Coisa mais bonita que você possa imaginar, não é? A família toda ali reunida, me agradando. Nunca tinha ninguém que me visto em Quinze dias, podia pensar que estivesse sendo forçada a um casamento. Nada, né, filha? Uma coisa assim fantástica de de de amizade e tudo, não é? Aí fizemos a vi, a viagem e ele me deixou em Paris e embarcou para São, para o Brasil para assumir aqui. E eu di, tinha dito a ele que eu não vinha antes de dar um recital, eu era uma, uma dívida que eu tinha com a minha mãe, que ela tinha feito tanto sacrifício, que ela me mandava dinheirinho, dólar, o que ela pode pôde me ajudar. Só o o meu, para quando eu fui para Paris, todo mundo dizia, não é possível, né? Além de tudo, ainda ganhei dinheiro da família para comprar casaco de pele, raidinho. Tinha que ter muito agasalho, né? Porque o frio não era brincadeira, não. Aí eu ele, eu dei o meu recital e aí eu vim encontrar com ele, mas aí voltamos outra vez para a Europa. Vocês vieram para o Brasil. Porque aí ele foi assumir Paris, mais cinco anos em Paris.
E no Brasil ele ficou muito tempo?

Fiquei pouco tempo.

E foi uma uma par, umas férias que nós viemos ah, passar aqui no Brasil.

Porque lá sozinha, sem empregada. Você sabe, filha, nós tivemos, nós moramos. O diretor da firma, um homem que, mas ele não soube o que fazer para mim para nos agradar, sabe? Ele tinha um apartamento com um mordomo em Paris. Ele ofereceu o mordomo para nós, uma para eu ter férias, para descansar.

Você continuava tocando ou parou?
Filha, mas daí vou dizer uma coisa. Aí Já não estava me dedicando tanto. Depois que de casamento, eu tinha muita visita de a de dinamarqueses que vinham a São Paulo. Tinha que oferecer recepções, entendeu? E sozinha sem empregada.

Umas meninas que vinham estudar a língua em Paris e elas davam, assim, um um, um, não era propriamente uma empregada, né? E a gente, e eu, mas eu, sabe, eu achei tão tão válido todo esse tempo, sabe? Uma vez a Beatriz estava na cama com sarampo. O marido com garganta, com febre, passando mal. Ele sofria de sinusite. Então, às vezes tinha uma crise assim, com garganta junto. Aí tocou campainha, Simone. Era uma freira. Eu disse, eh eh assim, você por que que você não tem tocado piano? Você pode imaginar? Não sei se ela perguntou lá para a recepção, lá embaixo, porque era um um, um apartamento de sonho.

Até o Arco do Triunfo você via, sabe?

Eu disse, olha, mas a senhora, aí ela disse, eu sou aqui do convento ao lado, era um convento, uma casa bonita, com muito jardim. Eu vou mandar uma noviça para ajudar você. Quando eu falei que, vai lá olhar no qua, no quarto, Beatriz com sarampo de um lado e ele na cama dele lá, passando mal, com febre. Coisas assim da vida, né?

aí vocês foram para Paris.
Ela tinha dois anos. Não, um ano e pouco não é

Aí nós ficamos justamente num apartamento, na expectativa desse outro que estava sendo acabado de construir. E ela Ah, mas ela foi muito levada, viu? Simone era primeiro andar, mas era quase. Tinha só uma noite que eu dei um beijinho nela na cama e tal. Daqui a pouco ela Ela falava mamãe em francês, porque com ela ficou uma confusão de língua, né? Ela fala cinco línguas, a Beatriz. Fala quatro. Ela não esqueceu o dinamarquês. Fala. Eu falei, parece que a está chamando lá de fora, que ia cair da janela. Você pode imaginar?
noite, né?
De noite. Meu marido correu, foi aquele choque, né? E não aconteceu nada, porque não era muito alto, mas não não machucou. Mas era assim.
E como foi ser mãe? Você estava parando um pouquinho de tocar piano, nasceu a Beatriz.
como Eu levei muito a sério o meu... Sempre eu dizia, prioridade é o piano. Porque eu tive muitas oportunidades de sair muito, mas eu não. Eu dizia, não, antes do meu piano, eu não vou fazer nada. Porque era uma tentação também, não é? Compras... Tive tive muita visita do Brasil, sabe?

Foi meu grande amigo, era meu grande amigo aqui em São Paulo, frequentar concertos.

eu Eu tive muitos amigos. Tem toda uma listinha lá que eu mostrei, sabe? Eu anotei, se você quiser ver depois.
Voltando um pouquinho, quando que você começou a tocar os brasileiros? Villa-Lobos, lá na Europa?
Bom, quando eu toquei Villa-Lobos, foi aqui em São Paulo, num hotel. Ele estava hospedado num hotel. Mas eu aí estudei muito música brasileira. Eu tocava muito uma dança de negros, de Frutuoso Viana, essa que tinha mais sucesso. E dança brasileira de Camargo Guarnieri também. Maré Encheu, Rosa Amarela de Villa-Lobos. Eu toquei muito. Toquei até num concerto meu, num recital. Eu toquei, sabe?
E lá em Paris também você tocava bastante os brasileiros, que você.
música brasileira, sabe?
Era você que escolhia o seu repertório?
Eu que escolhia você escolhia eu toquei no na Maison de la Mérique Latine, era só para os os os americanos do sul né.

Ele e a senhora dele foram amigos demais. Nem bem cheguei, ela me deu um casaco de pele com um regalo, sabe? Um amor de pessoa. E ele que organizou esse esse recital. Dois eu dei nessa Maison de la Latine. Naturalmente eu não toquei só brasileiro, mas toquei muito brasileiro. E tem um programa no meu álbum, aí você vai ver.
Quando você chegou lá em Paris, você era uma estudante, né?

Quando você começou a receber cachê, que virou profissional mesmo, pianista profissional, que já não era mais estudante?

é Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Não houve cachê. Muito pouco na minha vida.
Mesmo
concertos, por exemplo, da Latina, foi o consulado que organizou, não é? O meu, de despedida da Chopin, fui eu que tive que pagar. Eu eu tive que pagar um uma pessoa que se incumbiu dos dos como se diz dos convites, é dos dos ingressos, do aluguel da sala.

A Chopin já era um pouquinho menor, mais acessível não é para um número de pessoas que iam comparecer naturalmente.

Minha mãe colou no meu álbum os ingressos para você ter uma ideia.
E eram cobrados ou eram gratuitos os

Todos cobrados. E aí você recebia esse dinheiro?

E ia para

E aí eu fiquei admirada porque esse recital que eu dei no polonês foi organizado por por essa senhora. Eu não não fiquei sabendo que ela tinha feito em benefício dos poloneses. Eu achei que uma coisa bonita que ela fez, porque ela é mais amiga do que é possível uma pessoa ser o que ela foi de mim, não é? E ela ela fez um preço muito, muito pequeno não é dos ingressos. A sala ficou cheinha e eu não estava sabendo que ela tinha feito, assim, pago, não sei bem dizer exatamente.
Então não tinha ainda, e pós-guerra, quer dizer era difícil não é o profissional de.
muito difícil. é mas Você sabe a coisa que eu mais ficava admirada? Eu tenho um que está aí que eu trouxe para mostrar para você. E os autógrafos que eu tenho dele sabe são artistas que eu tive autógrafos antes de ir para a Europa. Alguns já foram depois, mas a maioria... Eu nem sabia dizer uma palavra com eles, não é? E ali só para pedir o autógrafo. e lá eu podia conversar não é em francês. Era muito bom.
Fora do Brasil.
Olha, um dos concertos mais marcantes da minha vida. Furtwängler foi o maior regente do mundo. Furtwängler. Depois você vê lá na... Eu tenho até o autógrafo dele. Com a ópera de Viena. A flauta mágica de Mozart. Não, isso aí, olha, nunca, nunca você pode imaginar uma coisa mais perfeita, mais emotiva, mais uma coisa fantástica. E ele regendo, sabe? Depois, eu ele não, eu acho que não chegou a vir ao Brasil, o Furtwängler, sabe? Ele vinha, ele é deu muitos recitais, eu penso que nem, aliás, não era recital, ele regia a orquestra, não é? de Viena, de Berlim, não sei se ele chegou. Mas ele morreu, não não ficou muito, assim, conhecido aqui no Brasil, né? Você lembra desse nome?

Não lembra? Que isso você falar? Mas lá ele era muito, muito, sabe? Adorado, era um homem incrível. Essa ópera é a coisa mais perfeita, né? Porque eu assisti todas as óperas aqui no Brasil, sabe? Eu tinha um primo que era do do jornal, ele não ia, então ele me dava esses Eu e minha irmã assistíamos tudo, ballet, ballet russo, era ótimo.
E a Beatriz foi crescendo lá em Paris.
É, a Beatriz foi crescendo. Eu quis até que ela estudasse piano. Ela mostrou um pouco de vontade, mas não tinha, assim... Era difícil, né? Você vê uma arte e não é fácil, né? E ela... Aí meu marido... foi trabalhar em diversos lugares. Quer dizer, depois que saiu de Paris, nós tivemos um estágio na cidade do Porto, em Portugal, um ano e meio. Passamos dois anos e meio em em Copenhague. Quer dizer, eu morei em diversos lugares, inclusive em Mônaco, um ano e meio. Mas isso depois que ele pediu dispensa da da firma. Estava para se aposentar e não quis.

foi uma coisa que eu achei que ele fez mal. Porque não ficou muito de acordo com a direção da firma. não é e morei em Nice, cidade de Nice, em Cannes.
E nessas cidades você tocava piano ainda?
Toquei,
Você tinha um piano na sua casa ou em algum
mas eu toquei para um Em Mônaco, eu toquei para um crítico de nice, que foi convidado para me ouvir. Mas depois esse casal que nos recebeu, que era muito simpático, se divorciou. Aí nós perdemos contato. Mas eu ia muito a concerto, a Orquestra de Múnich, a Grace Kelly, a gente via no camarote deles.
E a Beatriz foi criada lá em Paris?
Foi em Paris. Ela falava fala a língua, mas por isso também, porque como criança aprendeu, né?

Ela ia para a escola. Todo lugar que vocês moravam, ela ia para uma nova
o ônibus ia buscar um motorista de luvas brancas, mas ela não gostava de nada. Você sabe? Porque era uma vida assim meio artificial. Para quem não frequenta o grão-mundo, como eles falam, aquela coisa, chegava nas férias, você via as janelas abertas. Do contrário, filha, tudo meio triste, meio abandonado, né?
Isso em Paris?
Não, Mônaco, Paris, maravilha sempre.
Ah, tá, tá. E aí depois ela ela fez faculdade lá fora também? Vocês já tinham
Não, ela fez em São Francisco, olha. Porque quando nós voltamos...

Sabe aquele?

Ali ela começou a aprender o português direito, entende? Aí fez a a fez o vestibular para cinco faculdades, entrou nas cinco. Aí, claro que deu preferência a São Francisco, né? E ela é formada pela São Francisco.
Ela é advogada.
Mas aí nós já estávamos aqui, definitivamente ele tinha se aposentado, quer dizer, aposentado não, deixado de trabalhar. Aí nós fomos morar dois anos e meio em Copenhague. Foi uma vida linda, linda, linda.
Era diferente? Como era o cotidiano lá? Por que era tão bom?
Bom, para começo de história, era um frio, uma coisa fantástica. Quando meu marido quis voltar para lá, eu disse, olha, eu não vou acabar minha vida lá. Adorei o país, acho uma... Olha, jardim, é um país de jardim, entende? Tudo bem cuidado, tudo, sabe, impecável. Agora, o inverno, meu marido sofria mais o inverno aqui do que lá, porque tudo aquecido, né?

Não tinha coisa de... Até táxi aquecido, supermercado. Você chegava e já tirava o casaco de pele, porque tinha que ir. Mas é você não sofria muito, não é? Quer dizer, se você andasse na rua, é claro. Mas aqui... Então a gente sabe lá... Mas foi muito bom também, sabe? Muito bom, muito positivo. Cada coisa eu não tenho do que me queixar. Eu acho que, sabe, a vida de repente toma um rumo assim inesperado, né?
E hoje a senhora ainda... Desculpe. Hoje a senhora ainda assiste concertos, vai a concertos, gosta de... Agora, atualmente, não.
Vou dizer a você. Primeiro porque ninguém tem coragem de sair à noite, né? Ainda está com esse problema. E como temos televisão também não é , temos cê dê ótimos não é, então eu acho que sabe não não houve um decréscimo de pessoas que frequentam o concerto. Eu tenho duas amigas, por exemplo, que me convidavam muito agora onde estou. Mas eu sabe elas também foram ficando com medo de sair. não é
E hoje você mora sozinha?
Moro sozinha.
E tem um piano onde você mora ou não?
De cauda, filha. O meu maravilha, que eu sempre sonhei ter, ele continua comigo. O que ele viajou de navio para cá, para lá, não é?
O mesmo piano que ficou aqui. É seu companheiro ainda.
Eu tinha medo de a da viagem. Eu fiz umas onze viagens de de navio, não é? Agora, com ele, não. Com ele, só mudanças, não é? De Paris para Dinamarca, de Dinamarca para para o Porto, do Porto para Nice, de Nice para Cannes. Assim foi, viu? e ele Mas é um piano foi importado antes da guerra da Alemanha. Bechstein, sabe? Porque tem Stenway e Bechstein. Agora, Bechstein diz que os os os os rapazes os que construíram, que trabalhavam na fábrica, Morreram na guerra, a maior parte. Os técnicos, enfim, que cuidavam da fábrica, não é? Embora que não se ouva mais falar Bechstein, não é, filha?

E ainda você toca.
Ah, mas isso é indispensável, sabe? Eu acho eu comecei a ter problemas por causa do andador, sabe? De de estar forçando muito. Eu fiquei apavorada, porque é uma coisa que eu não queria que acontecesse na minha vida, né? Você acredita que eu consegui superar, porque ah o piano, os meus vizinhos dizem, tem um que diz, eu saio, volto mais cedo para casa porque sei que é a hora de você tocar. Eu toco meia hora, uma hora por dia, mas já me sinto bem reconfortada com isso
E só para para a gente encerrar, você você comentou antes que você fez uma segunda cirurgia aqui no Brasil.
Fiz, aqui no Brasil.
E essa segunda cirurgia te ajudou mais ainda.
Muito bem. Foi um resultado fantástico, sabe?

naturalmente, uma deficiência numa perna, aqui num tempo vai procurar suprir o que está faltando na outra, né? E foi por isso que foi feito. Mas tem muita coisa lá, se você vai ler depois, que é uma coisa que a gente, se for para falar, não vou parar de falar não, tá bom?
Isso é muito bom.
É, mas eu estou muito contente.
Agora, é nós estamos encerrando, então a gente gostaria de agradecer a sua presença. Zeila, você é muito bem-vinda aqui no Museu da Pessoa. Obrigada. suas fotos, tudo que você trouxe. Muito obrigada. Você gostaria de contar mais alguma coisa, comentar mais alguma coisa?
Não, tá certo. Olha, eu tenho até vontade um dia escrever para você um resumo, entendeu? Vou escrever isso para mim, não precisa
Vai ser um prazer, lê-lo
Estou muito orgulhosa, viu, de vocês me convidarem, porque a volta ao Brasil, eu posso dizer a você, o Brasil é um paraíso. Eu morei em muitos lugares. Eu conheço treze países da Europa. Eu morei em diversos. A gente pode saber exatamente o valor quando você mora. Você pode avaliar, não é? Mas eu posso dizer a você que o nosso país é um paraíso, sabe? Essa essa amizade que você tem, essa não tem lugar nenhum como aqui. Aqui você sente tão bem. Então, lá é fica difícil você se se ambientar se não é. A língua também dificulta. não é Mas não é só isso. A questão de também de essa hospitalidade brasileira, você não acha no fora do Brasil, você não acha não. Olha, que maravilha ouvir.
Muito obrigada
De nada. Obrigada a